Número completo.

Em? Em que cidade?
Quarto... Quase cento e um, né? Eu completo cento e um agora.

Em São Paulo?

E a senhora sabe alguma coisa das origens da sua família?
Da minha família? Eu se Do lado de meu pai, português. Eu até não saio do do português. Porque meu avô era filho de um... Eu não

ele tinha vindo para o Brasil, parece, tudo indica que não era um degredado. E como há uma certa coincidência, a gente não gosta de falar que parece assim uma pretensão, parece que ele veio fugido de uma revolta em Portugal, Ah... Como é o nome? Bocaja, não né? Então, bocaja estava também emitido. E há um soneto, estou dizendo certo, de Bocage, em que ele fala o Álvares. Então, nós temos a impressão que seria essa origem. Ele veio fugido por motivo político.
E a mãe? E a mãe?
A mãe era daquela... Bom, É a burguesa, não. A paulista de fazendeiro, né? Ah... Ela nasceu na fazenda da avó.

Essa fazenda era bem grande, porque ela depois dividiu pelos filhos e diversos tiveram fazenda.

Naquele tempo nem era Itapira. Primeiro nome era Penha do Rio do Peixe.

O que que ele fazia, o seu pai?
O papai era engenheiro civil. Ele se formou no Rio de Janeiro e veio para São Paulo.

Que era, do que eu tenho ideia, aqueles fazendeiros todos, né, as onjas do café, né, queriam o trem passando na fazenda deles para pegar o café. Então, <laughs> isso que, ali há muita curva para atender os fazendeiros, não é? que queriam que o trem entrasse nas terras deles. E lá em Ribeirão Preto nasceram meus primeiros irmãos.

E mais duas irmãs também nasceram aqui.

Papai era do estado do Rio. Eu tinha a ideia que ele era de um lugar chamado Rodeio.
E como que era o nome dele?

E a senhora era então a quinta ou sexta filha?

É. Eu sou a décima primeira.
A décima primeira filha de quantos irmãos?
De onze. Agora a mamãe criou só oito. E, infelizmente, um morreu moço.
Então a senhora era a filha caçula.
Eu era caçula. Eu fui mesmo caçula. Hoje em dia eu me lembro.

Então, todo mundo tomava conta de mim, né.

Ele pegou uma época de muita empreitada, né?

Agora não sei mais, mas construía muito no interior.

internado Como assim?

num colégio, né?

Mas o pai não não gostava.
Era costume na época?
Era muito comum? Muito comum. Muito comum, muito comum.

Ah, muito. Por quê? Era uma casa, a primitiva casa, era uma casa de esquema.

E... um pouco. A casa era aquele tipo antigo, não é? Uma sala na frente, tinha dois quartos em cima, uma sala de jantar bem grande e o porão todinho habitado. Habitado, ah... Depois A casa, nós até fomos para uma outra casa. E aumentou. Então, em cima tinha um, dois, três, quatro quartos, né? E embaixo era um purão muito bom. Era uma parte toda assolada, que os rapazes moravam mais lá embaixo.
Os rapazes moravam no porão? É. E vocês recebiam também os primos, né, que vinham de fora?
Ah, papai era muito... Como é que você pode dizer? Uma pessoa... muito sensível às coisas. Ele tinha muita preocupação com com as mulheres. Nós, lá em casa, todas estudamos para ter um diploma. Depois ele dizia, uma só que fica sozinha vai vai morar sozinha. Nada de morar em casa de irmão. Aí eu que concluo. Antigamente, sabendo da das biografias, Há muitos filhos assim, né. A moça vai morar com a irmã e acaba acontecendo essas coisas. Para ver que a mulher naquele tempo tinha um horizonte muito pequeno, né. Quanto mais para trás... E... O papai tinha muita preocupação. Então, ãh, o pessoal queria estudar e ir lá para casa. E a minha tia mais moça também se formou lá em casa.

Quais eram os passatempos das crianças? Como as crianças brincavam?
Naquele tempo, as crianças tinham muita imaginação. Eles brincavam de esconde, esconde, barra manteiga, né, pegador de um jeito, pegador de outro jeito.

Tudo, e gostava-se também de boneca, não é? <laughs>

E também fazia boneco de pano, sabe? Então, por exemplo, se eu tinha uma família, de repente, faltava o pai. Então, eu pegava um boneco, plantava um bigode, <laughs> aquele passava a ser o pai. Você vê, tudo é muito imaginação, não é? A gente tinha aparelhinho Lá em casa tinha uma erva cidró, que dava um chá gostosinho. Olha como nós fizemos chá de cidró, não é E servia o chá pondo açúcar. E aquelas vizinhas. Era um tempo diferente. Havia vizinho, entendeu?

E havia uma família que ficou muito ligada a nós, porque a senhora amamentou minha irmãzinha, que quando estava muito mal, Ela que é amamentou Então... Ela ficou muito ligada a nós.

Os Rumen, que você falou outro dia?

É. É, o Hummel.

E... Bom, agora eu já me
Que tinha vizinhos e que as crianças também deviam se relacionar com os
Chegava a tarde, ia tudo para calçada. Não havia movimento, né? Você conhecia as pessoas que tinham carro. Eu já grandinha, eu me lembro.

No carnaval o curso era lá. Depois foi aumentando muito, aí começou a descer pela Angélica, fazer muita volta. Mas a origem era o carro aberto, né, o pessoal sentado na capota, e ali com serpentina, confete, ficava nessa brincadeira de... De carro para carro, não é? E nessa época foi a época das grandes fantasias. Havia aqui uma família, acho que era Nobrega. Eles tinham diversos meninos, não sei E eles foram fazer umas fantasias lindas. Eles ganhavam sempre prêmios. Nesse tempo, era no Clube da Harmonia, que havia um grande baile onde era escolhida a melhor fantasia.

Ela teve um prêmio, uma fantasia pavão branco,

De escola? Escola?

Naquele tempo já era já era procurada

E era pessoal fino. que ia para escola normal. Acho que foi uma coisa ligada à Granjal Pestana. Aliás, as filhas dele, as duas eram professoras.
E a senhora se lembra de alguma professora assim?

pequena? Hein? Quando a senhora era pequena?

que era até uma senhora bonita.

Agora, eu não fui muito feliz na na no curso primário, porque quando eu cheguei no quarto ano, não sei como eu fui parar naquele de campus, E a professora, sem dúvida nenhuma, não gostava de mim. Era uma coisa marcante. Aí, acabei saindo.

Era uma professora muito religiosa.

Era uma sala só.

Eu me lembro que, no fundo, as irmãs faziam, sabe, esse biscoito de goma? E tinha um rapaz, meio aleijado, que saía com uma sacola, uma cesta grande, com esses biscoitos para vender. E ela dava para a gente quando eu estava lá. E ela era uma criatura ótima, eu sempre digo. Ela fez para mim, me fez feliz

Então eu adorava ela.

Ela já dava aula.

E ela acabou sendo nomeada, naquele tempo, não foi para grupo escolar, ela foi nomeada para escola isolada. E aí ela foi trabalhar no Moinho Velho.

Ela trabalhou lá e é interessante como a função da professora, ãh... de manhã uma colega, de tarde ela Essa minha irmã tinha mesmo uma disposição especial. Mas, sabe, fica uma espécie de... Porque é uma prefeitura. Tudo que acontecia era de um abrigo que tinha de deixar o caminho. Por exemplo, eh... começou aquela imigração do centro da Europa, e os lituanos foram morar perto da escola dela. A escola era uma uma venda, um um armazém, não é? com porta para a rua, e dentro era a classe. Mas dava para dar aula porque não tinha esse movimento que tem hoje. Ali morreu um um menino Foi o quando apareceu o tifo exantemático. Então, ela teve que telefonar para polícia, para serviço sanitário, né? Porque é para tirarem aquilo. Então, você vê, a professora tinha uma função. Agora, o que era horrível, naquele tempo, é força. Mas não força cética. Passava a fazer a força. Quando eles limpavam a fossa, que era sem ser, ela não precisava nem dizer para o inspetor. Ela não ria e nenhuma criança ria, porque era um cheiro horroroso. Então, nem precisava ordem de inspetor para não abrir a escola, porque não havia possibilidade. Era no fundo do que ela trabalhava.
Eu queria voltar um pouquinho para essa época de juventude, dos primeiros estudos. O que vocês faziam para se divertir? Como é que as pessoas passavam o tempo naquela época? Como é? O que vocês faziam para se divertir? Qual era o entretenimento daquela época? Olha
entretenimento? A família grande é diferente, né. Éramos três meninas e esse meu irmão era muito... quer dizer, jovem, ele gostava muito. Então, a gente tinha uns jogos de bola com as vizinhas também, com as urnas, que iam lá para casa. A vida é aquela coisa do anel, né? Uma coisa mais, né?

Hã? De infância. Mas, assim, acho que ela estava pensando também da sua juventude, né? Você, quer dizer, mais nova, você também via os seus irmãos, né? Qual era, assim, a forma de de entretenimento? De passar o tempo. Assim, mais jovem, né? Você tinha me falado que a sua mãe levava as suas irmãs no cinema, você falou que... Ah, isso é uma coisa muito antiga.
Mamãe com as mais velhas. E mamãe nunca foi muito de sair de casa. Porque mamãe foi uma pessoa doente Depois que eu nasci, ela foi desenganada.

que a mamãe estava desenganada, papai muito desesperado, e ele disse para papai, não, vamos tentar, ela pode viver dois meses, pode viver dez anos e pode enterrar você. E a mamãe passou a viver tomando só ó homeopatia. Nunca pus alopatia na na boca. Aí tinha mesmo isso, né. Naquele tempo, uma mulher não saía sozinha. Por exemplo, minhas irmãs que viviam na cidade, eu tinha de ir junto. Porque ela não podia... Uma mulher não andava sozinha. Uma de nós ia com elas. E mamãe a mesma coisa. E aí, isso e o cinema, lá em casa eu não sei. Aí eu era muito mais criança, né?

E do outro lado havia um cinema, o Biju.
E como que as pessoas se vestiam para ir ao cinema?
Ah, naquele tempo você não saia sem chapéu na rua. Você põe um vestido. Naturalmente, põe a roupa melhor, não é? E chapéu. E se eu peguei ainda bem o chapéu, eu posso dizer para vocês que até trinta e nove eu não tinha coragem de entrar no ônibus sem chapéu. Eu cheguei a sair com o chapéu na mão para ver se tinha coragem, mas quando vinha o ônibus eu metia o chapéu.

O Rio é muito bom, aquele clima. Eu não usava nem meia, nem chapéu.

Chamou, disse, você está sem meia. Disse, estou. No dia seguinte, ela não estava com meia. A maioria das colegas tinha ido sem meia.
E esse trabalho foi o primeiro trabalho da senhora?
É, eu entrei e foi. Eu dei um pouco de aula particular, mas não foi

um cargo na agricultura, e então nós ficamos sozinhas e mantivemos um colégio por dois ou três anos. Mas era uma época que ninguém achava que devia pagar um colégio. Era uma miséria o que a gente cobrava. Pois havia uma família que quando chegava no dia primeiro de junho, tirava os filhos da escola. Porque de um a dez, nesse tempo, tinha aula. Então, você ganhava o mês de junho. E para não pagar o mês de junho, tiravam as crianças.
De um a dez? O horário?
Não, em julho, julho. Trabalhava-se de um a dez de julho e pagava o mês todo. Ah... E ela tirava para não pagar julho, não pagar as férias.
Não pagar. Aí, olha, nós tivemos colégio, fechamos.

que tinha viajado para a Europa para estudar sobre o jardim da infância e tinha um material muito grande para isso, também não conseguiu manter. Hoje em dia você, qualquer um abre o colégio, toca, né?
E a senhora se identificou com ser professora? E lembra de alguma leitura? importante dessa época de juventude?
Que eu li? É. Eu me apaixonei por Alexandre Dumas, D'Artagnan, vinte anos depois. eu lia demais, adorava. que eu com minhas irmãs. Eu acho que eu aprendi a beber foi nesses livros, <laughs> porque eles bebiam tanto que eu gastava... Eu leio tendo sede. O que eu mais tenho de beber é só água, né? Mas era uma leitura gostosa. Depois comecei a ler um pouco os franceses, não é? Esses livros meio de de policiais, sabe? Dessa coisa.

que eu tive uma leitura mais... gostava muito também, e sou ali muito jovem. Júlio Diniz, que é português. Júlio Diniz, depois... essa, Os Maias, que eu adorava, As cidades e as serras também são muito boas. As crianças também são boas.
Nessa experiência de professora, a senhora se lembra de algum aluno especial?

A senhora se lembra de algum aluno?
Eu tive mais não, aluno particular, assim, não não rendia muito, né? Essas criaturas muito boas. Tive uma menina que eu ensinei, que era muito boa, mas fica uma relação... Não é como uma professora que te ensina uma classe, né?
Isso
Minha irmã teve uma vida muito bonita, né?

é <hesitation> Quando eu consegui entrar para a secretaria, porque eu fiz concurso para a secretaria da fazenda e para a secretaria de cultura. Eu fui aprovada nos dois. Mas, na Secretaria da Cultura, nunca entendi... Foram classificadas doze. Eu era uma das doze. Nomearam outra.

Por que? Ele embrulhou, embrulhou, não disse nada. Eu sei que a vivi, naquele modo, era... Bom, é uma questão de preferência pessoal.

Não sei qual a força que ele tinha no governo. Eu tinha duas colegas, que tinham sido possas pelo Freitas Vales. Aliás, ele tinha fama de dizer que eram filhas dele. Uma, que era minha colega, olha, não é que ele falava mal, mas era a cara do Freitas Vales mesmo. Era Soler. Mas eram boas funcionárias, não eram más funcionárias. Eram boas funcionárias.

O concurso foi... Mais ou menos a época? Acho que foi na década
E por que essa decisão de deixar de ser professora e prestar um concurso?
Porque a gente queria ganhar, não é? E eu para ser professora naquele tempo, eu era nomeada para o interior. E eram fazendas. Você saía de sua casa e ia morar numa fazenda e que o fazendeiro dava para você o quarto que ele tinha. Muito poucos eram corretos. E, de fato, eu tinha medo, porque essa história de balaça reto não é comigo.

E ela disse, você para o interior não vai. E eu sei que ela foi conversar com uma conhecida que trabalhava na fazenda, soube, e aí houve um concurso, eu fiz. Eu estudei contabilidade, porque eu tinha que fazer de contabilidade. Eu tinha todas as provas. As pessoas que tinham escola de comércio não precisavam fazer contabilidade. Aí eu estudei contabilidade. E máquina também, datilografia. Mas nunca fui boa datilógrafa. Eu reconheço. Nunca fui contratada. Tenho mão ruim, sabe? Mão fraca.

Papai morreu E mamãe

Está bom. O irmão muito... Bom, ele se dava muito bem com todos. Mas ele era o mais moço dos homens, né? Então, depois, sabe, muito ligando a gente, ele era engraçado, ele gostava da vida, sabe? Ele não tem namorador, né? Gostava, tinha namorada para todo lado, né? Ele... Daquele tempo, né? Do flerte, né? Mas... Isso, de fato, desestruturou um pouco a nossa vida.

Febre tifoide. E era jovem, né?
Muito jovem com vinte e dois anos. Ele era já segundo... Ele tinha se formado na escola militar, era segundo-tenente e estava já promovido a primeiro e removido para o Rio Grande do Sul.

E que ele era namorador e tinha essa parte do flerte. Como que era essa época do flerte nessa época?
Como é? Flerte era assim namorico que era no... flerte. Está flertando, furando. Não sei até de onde vem.

Mas como era para as meninas?
Ah, as meninas, vocês nem casa, minha filha.

Mas eu não tinha namorado. Não tinha.
Mas nessa época tinha uma maneira diferente, né? É, de namorar.
Ah, bom. Quando ficava noivo, é que entrava na casa, e aí podia ainda segurar na mão. Mas sempre uma pessoa junto do casal. Nunca sozinho.
E as meninas da sua família eram... tinham namorados? Como é que era?
Na minha família, não. Não eram muito namoradeiras, não.

e estudava muito piano.

Aí também não sei, porque ela ia muito ao chá do mapre. Não sei se ela... mas nunca teve assim um namoro sério.

O rapaz gostou dela. Uhum, <laughs> Eu não gostei, se devo dizer, essas coisas são desagradáveis, sabe? Não fica muito bem. O rapaz, o papai que nasceu, o rapaz e... conversando com ele, ele disse, nós somos em si. Foi a morte dele. Nós somos em cinco. Não sabe falar português. Nós somos em cinco. Acabou. Acabou.

Ele, na família de mamãe, acharam uma injustiça, que ele era tão bom rapaz, não é isso? Mas não foi adiante. E depois ela encontrou seu pai, que eu acho que ela foi muito mais bem que nada, né? Eu não tenho nada com seu pai. Seu pai não, seu avô.

Como que foi essa notícia que a senhora tinha sido aprovada? A senhora se lembra desse dia?
Meu irmão conversou, foi conversar com um parente nosso, que trabalhava na Secretaria da Fazenda. Aliás, era um alto funcionário, muito benquisto. Ele morreu durante a Revolução de trin.

Agora eu entrei pela mão da política. Porque eu sou. Eu não ataco a ele, não, sabe? Ele era um homem muito direito. Como entrava muita gente assim, ele fechava. Mas aí, o meu primo, que era do meu esposo e mamãe, que era político, Fechou o caso assim. Eu fui jantar com eles, acertei a política, era aquela política de... era de Demogênese, sabe?

O secretário da fazenda era dessa desse grupo e o secretário da estrutura também. Aí ele insistiu. Um de vocês nomeia a minha prima. Ah, isso é aquele... Não quero saber de nada. Ela está... A situação dela é essa ou vocês nomeiam e nós rompemos. E aí eu entrei para a Secretaria da Fazenda com um contrato, contratada. Depois daqui eu fui efetivada.
E como que era esse trabalho lá na secretaria?
Bom, eu trabalhei muito na parte de imposto. Primeiro em indústrias e profissões. Depois em vendas e consignações. Tudo ligado a imposto.
E onde era esse prédio da Secretaria da Fazenda?
Olha, eu trabalhei em diversos prédios.

Ali, foi a Secretaria da Fazenda.
No centro?

Centro

No Pátio do Colégio, não é? O primeiro ali. Trabalhei ali.

E aí, só depois daí, é que eu fui direto para... para resolução. E

Tinha Dezesseis, né. É, e aí vocês saíram da casa do barão. Saí. Tatuí Porque o seu pai já tinha morrido, né? É, aí. E você foi morar com quem?

Era absolutamente deserto. Era a Chácara Beleza. E não tinha nada, nada lá. Só a casa, a antiga casa do padre Beleza. E o nosso sobradinho.
E quem eram as que construíram?

Heim? Quem eram as que construíram? As que ganhavam?

Eu não não contribuía com nada.
Então eram só mulheres nessa
Aí eram só mulheres.
Liderando uma construção de uma casa, como é que era isso?
Não, porque... Minhas irmãs sempre tiveram muita energia, sabe? E o construtor... Foi um homem muito bom, se não me engano, era Zacarias, não é? Ele gostou muito... Agora, tinha irmão, engenheiro, não é, que de vez em quando ia lá olhar, né. Não dirigia propriamente a obra, mas verificava tudo, se estava direito.
E essa rua, a Chácara Beleza, que bairro que era?

E como que era esse bairro essa época?

Era uma zona boa, de classe média, com boas casas e Depois da rua que eu vi, era uma barreira só, até lá embaixo, onde era a chegada da beleza. Lá tinha a rua, que dava, a rua dava no... Como é que chama ali?

Mas não existia su Era um buraco, era coberto de vegetação, não tinha nada. No fim dessa rua tinha um cabreiro. Ele tinha ca cabras. Aqueles que depois andavam pelas ruas, né? Vocês não pegaram isso. Eles pegavam... ligavam uma cabra na outra... pela coleira. E andavam com elas pela rua. E tiravam o leite para quem queria pagar um tanto, eles tiravam um copo de leite. Era a vida deles. Acho que eles iam dar um bom dinheiro, porque eles não davam um tanto.

Dezoito. Eu estava me formando numa escola global.
Como que era para chegar lá? Que transporte se usava?

Fazia manobra e voltava. Nós não tínhamos condução lá embaixo. Nós subíamos a ladeira de qualquer jeito.
E era um lugar perigoso, assim, por se afastado?
Naquele tempo, não havia tanto perigo, não é? Nunca <hesitation> Quando aparecia um um um anormal, era um... Eu tenho ideia, naquela razão, apareceu um tal de. Mas eram coisas isoladas, né? Ali, perto, não havia nada. Não. O que nós percebemos era gente que queria roubar coisas da do nosso quintal. Isso sim. Nem isso. Que a única vez que minhas irmãs atiraram para aposentar, que nós ouvimos o mesmo barulho, Nós achamos que era uma empregada que nós tínhamos, que estava de namoro com... Porque no fundo tinham ficado uns quartinhos, onde moravam uns negros, uma gente... Mas todo mundo não era... Era nível baixo, mas não era razão. Eu acho que um deles foi viver com essa... E ele entrava no nosso quintal. Então, nós vimos barulho numa ocasião.

E elas sabiam atirar? Como é que era isso de ter uma arma em casa?
Saber atirar? Eu não sei. Elas fizeram um pouco de exercício com meus irmãos, primas. Mas... Eu, por exemplo, nunca tive força para puxar um gatilho, né.

Aquela, não me lembro a ocasião, ela desceu a ladeira com o revólver assim. Mas não havia nada assim de Nunca tivemos nada de muito sério.

Deixa eu ver. Não foi muito tempo, não. Sua avó viajou para a Europa em mil nove.

e vinte e E... e aí, em mil novecentos e vinte E estavam só as duas aqui.

Aí, um dia, nós resolvemos sair de lá. Então, fomos primeiro para uma pensão,

Naquele tempo de bonde, minha filha, de manhã cedo, a gente não podia dormir, porque tinha a trilho cruzado, você sabe.

Encontrar como é que é? para encontrar o seu avô. Eles já eram casados? Não.

Papai e mamãe eram amiguíssimos.

Eles eram amigos antigos. Eram muito amigos. Eu já estava cansada de conhecer o Samuel. Agora, a paixão, não sei. É uma coisa particular. E é
E ele foi morar na Europa, é isso? Não, ele foi viajar para a Europa?
Não, ele viajou. Ele teve uma bolsa para estudar a questão da da malária, dessas coisas, na... Lá para aquele lado, Checoslováquia. Ele foi para lá, para isso, ficou estudando. Agora, ele já estava onde eu vivi, aqui em São Paulo.

Eu tenho essa impressão. Mas afinal, quando ele foi para a Europa, ela foi também.
Ah, e aí ela viajou também para a Europa.
Ela viajou.
Mas isso sem se casarem, sem nada? Hum? Eles não tinham se casado ainda?

E eles vieram a se casar?
Casaram, se casaram.
Depois?
Mais depois. Tá.

Fomos nós três.

E fomos para o apartamento também. Só nós três.

Então essa relação entre as irmãs sempre foi muito boa, né?
Muito boa, muito boa. Eu acho às vezes até que uma relação assim forte pode ser atrapalhar uma, atrapalhar um pouco a vida do outro, não sei. Mas são muito amigas.
Muito amigas. Vamos voltar, porque a gente estava falando de trabalho um pouquinho, da secretaria da Fazenda.
Não tem muito o que falar lá.
Mas era um trabalho que a senhora gostava?
Ah, é. Isso o chefe, quando deu uma informação sobre uma pessoa, ele dizia, gosta de tudo o que faz. O que faz, faz com... procura fazer bem feito. É de fato. Se eu queria... Eu entrei, eu não sou nenhum intelectual, mas, em todo caso, quando eu entrei na Secretaria da Fazenda, que eu fui para um diretor Eu era professora, tinha concurso, dois concursos aprovados, ele pôs no expediente. Eu só trabalhava com Não tinha mais nada. Mas aí é que eu me fiz, entendeu?

De repente, me deram umas fichas <laughs> para eu fazer um fichário com as fichas, porque o pessoal, quando chegava o requerimento, lá embaixo na portaria, eles davam um cartãozinho com o número. o requerimento era posto numa capa e subia com esse cartão para cima. Aí é que eles iam registrar num livrão, que ficava numa roda, sabe? Que podia rodar. Mas as fichas... Tinha tanta ficha. Quando eu fui arrumar para o... Tinha tanta diversos. Eu perguntei para o rapaz, o que é que é diversos? Quando é uma pessoa com uma porção de outras que assinam. Mas uma tinha de ter pelo menos o nome da primeira pessoa. Porque diversos nunca mais ninguém vai achar esse processo. Se perder a ficha, acabou. Aí eu falei com o senhor que tinha me posto lá, E eu acho que foi aí que criaram o protocolo da Secretaria da Fazenda. Que eram mesas de aço com divisões dentro de papelão, né? Que tinha também uma tabela para nomes, né?

Eu era pelo Alvarez. Al era três. Mas tinha dentro do do do três, tinha de A a Z. Então, depois era no G. E o mais, entendeu? Então, com essa tabela, a gente classificava todos. Era bem classificado, né? Mas mesmo assim, você sabe, quando eu saí da secretaria, Eu já tinha dito. O meu protocolo começou com quatro mesas. Depois foram aumentando as mesas.

Eu já comentei Aqui é só querer meter uma ficha fora do lugar que nunca mais é achado, que é demais e E tinha até uma firma, Bola, que estava estudando lá e concordava. Mas... Antes que eu fosse dar uma solução, veio o computador. O computador é que resolveu mas e, vai

E aí que eu acho interessante.

e que o meu avô foi antes, né? Você tinha me dito que naquela época havia muita leitura, na verdade, né? Algumas leituras que você estava me falando, lembra? Leituras? Leituras. E que a minha avó era contra o casamento, lembra?
Ah!
Quer dizer, uma das razões também dela ter adiado é que meu avô queria muito casar. Ah. Ela já tinha aquelas ideias, eh, né? Não era isso?
Bom, isso não...Depois da Primeira Guerra, né. Depois da Primeira Guerra veio o, cabelo cortado, cigarro. Começaram a fumar francamente. E vieram também da França, principalmente, viu? Porque mesmo na Itália, que nós estivemos lá, vieram com bastante liberdade, mas você não pensava que fosse como na França. Mas o que eu ia falar ainda?
Mas vocês fizeram uma viagem para a Itália? Bem mais, hem, idosa.

É. Aí veio o Laga Sona e também uma corrente mais adiantada das mulheres. começou a falar, eu acho que já foi um pouco de amor livre, viu? E havia um francês, um escritor francês, acho que era Paul Marguerite, ele tinha um livro, esse eu li, que era... Ela é uma casal que gosta muito, ela fica grávida, tem um filho, e ela imediatamente registra o filho e no nome dela. E pelo Código Francês, quem registra primeiro é que tem o direito do filho. Pelo menos era assim. Então, há aquele sentimento dele, da mulher ter feito isso, né?

Você já leram o Código Civil Brasileiro? O Código Civil Brasileiro não tem nada disso de ser primeiro ou segundo. O direito, se o pai reivindica, é do pai, né? Ou era, agora também não sei mais. Agora modificou-se muito, né? E o que mais, você lembra?

Vocês viveram muito mais em relação às primas

São Paulo, acho até depois da Segunda Guerra, é que ficou no nível, até acima do Rio de Janeiro. Porque a minha irmã leu leu um livro do, acho, um amado, um dos amados, e ele contava, acho que é eu já não li no amado, ele contava que quando chegou no Rio de Janeiro, que ele ficou, atrapalhado, porque ele foi num num teatro, num concerto com um amigo, e ele diz assim, aquela senhora ali é amante de fulano, mas não sei se amante daquela. Ele ficou, imagina se se no no Nordeste alguém podia falar desse jeito, né? E lá já havia muito isso dessas escapatórias, entendeu?

Hein?

É. Você quer que eu fale da Noêmia?

Essa é a minha prima.

Ela foi criada mais por minha avó. Essa minha tia não tinha saúde, nunca pôde olhar os filhos. Era vovó que fazia com vovó. E essa minha avó paterna não era fácil. Ela não era fácil. Porque ela dizia assim, o homem tem direito de tudo, a mulher não. O homem, se se dizia que chegou de uma farra, ela dava um riso assim. Mulher, não precisava dançar, não precisava nada. Ela morou com o vovó e meu irmão desce o dia em casa. Tenho pena de Noêmia, que Noêmia não tem casa. A vovó não deixa receber ninguém. Mas, enfim. E ela entrou para a escola normal. Ela era muito bonita nesse nesse tempo. Era de chamar a atenção. Não que fosse o tipo de beleza, mas ela era muito clara, com cabelos muito loiros, sabe. Eu me lembro de sair com ela e ela chamar a atenção das pessoas.

E aí, não sei dizer para vocês, ele se apaixonou por ela e eles acabaram vivendo jun Há muitos anos.

Ela trabalha, ainda hoje ela trabalha Sempre que há alguma coisa do pai, ela ela aparece.

se amarravam de um jeito no casamento, né? Que era um absurdo. E eu me lembro que eu comecei a falar em divórcio. A igreja, nesse ponto, é tremenda para meter a colher do pão no meio e atrapalhar tudo. Porque ah... É como dizia meu irmão, se não tem filho, cada um vai para um lado. Agora, se tem filho, assegura o direito dos filhos. Mas o quê que adianta ficar um com o outro se detestando, não é? E o homem é claro que não fica sozinho. A mulher era difícil. Era difícil. Mas o homem não, sabe. E a... E a Noêmia?

Ele era bem mais velho que ela. E ela, na verdade, o que você sempre me falou, é que ela nunca quis muito ficar com ele, porque ela era contra Casamento, né. Ela tinha uma postura bem radical, né? Eh.
É, ele quis sair para o Uruguai com ela para se casar, ela não quis. Ela não quis. A mulher dele se separou, depois ela teve um um um companheiro, ou não sei se depois pode casar, um tempo. Ela tinha uma vida absolutamente... que os filhos gostavam muito dessa pessoa com quem ela foi viver, aí chegaram a dizer, eu mandei, não, a avó dos meus filhos é fulano, não é o Roquete, que nunca se aproximou. Mas o Roquete passou a ter um pouco a vida dele, né?

A senhora se lembra quando estourou a guerra? Como é que a senhora ficou sabendo?
Eu fiquei sabendo, eu estava no clube Pinheiros, no campo de esporte, com o meu irmão. Quando um senhor alemão, empregado do clube, se aproximou e disse, Dr. Caetano, estamos na Segunda Guerra, porque a Alemanha invadiu a Polônia. Nessa hora que eu soube.

O clube era Germânico, não era?
Ah, isso. Ainda é Germânia. É assim. Aliás, que era ótimo, sabe? É dessas coisas que a política era tão ruim. O tempo bom da minha vida, de minha irmã, foi que nós éramos sócias do clube. A gente, aos domingos, Irmos cedo para lá. O presidente gostava muito de remo. Então, nós fomos remando.

Eu não. Eu sempre fui fracota. Começamos a remar, subimos rio acima, depois descemos. Como era gostoso, né? Barco de quatro remos, barco de dois remos. A gente juntava tudo, e aquele mundo de gente... Tinha um clube dos funcionários da do São Bento, Lá em cima, que também nós tínhamos o direito de entrar e almoçar. Então era uma vida muito gostosa. Outra coisa, para dançar, foi a primeira vez que eu vi. Como nós tínhamos uns preconceitos, vamos dizer, meio idiotas. Você chegava numa festa, sentava, ficava olhando para um lado, os rapazes do outro, até arranjar alguém que apresentasse a moça para ele. No clube, na Germânia, Nós entramos no Clube de Germânia, o presidente, o assistente, estava muito contente de ver-nos lá, e disse, olha, aqui é família, não tem apresentação. Agora nós tomamos uma charamezinha lá, uma charameza, só a ver que tem a... a faixa do do clube, lá está a diretoria. Qualquer coisa que a senhora não goste, vão lá falar conosco. Olha, lá em diante eu dançava. Eu me liguei bem. Nós ligamos bem aos alemães. Olha, eu dançava a noite inteira.
O quê que você dançava nessa época?
No Carnaval sempre foi o marchinha, não é? Nos outros também eles gostam da valsa, né? Agora o outro eu não me lembro muito bem, não. Havia uma muito bonitinha, mas que eu não esqueço o nome.
E quando vocês mudaram ali para perto do clu Vocês mudaram para perto do clube, em frente. É

Eu conheci o Pinheiros como rio. No tempo da enchente, enchia até o clube, sabe No clube ficava água alta, um pouco bastante barrenta, não é.

Mas era muito gostoso para a gente. Nesse tempo não se remava muito não, porque havia muita coisa no na água. Mas era uma coisa agradável. De tarde, eles tocavam umas músicas, a gente ia tomar um lanche antes de ir para casa, conversava, às vezes dançava um pouquinho , não é. Mas o rio, às vezes, quando todo mundo estava Cheio demais, era bonito. Tem umas corredeiras, né? Nós andamos também de, de dois lugares., né. Eu e minha irmã. E a gente passava nas corredeiras, aprendia certas coisas, fazia certas coisas, enfrentando as dificuldades do Rio. Era muito bom. Aí, quando retificaram, o clube ganhou uma faixa grande. Mas hoje em dia, pelo que eu tenho ouvido, é só. Eram os terrenos de Nogum. junto ao clube, eram terrenos, eram umas chácaras antigas. Essa aí era de um cifese. E o gerro dele, o Rubens, resolveu construir lá dentro. E levantou esse prédio, que era só de três andares, sobre pilotismo e compartamentos. De fato, era tudo simples, mas muito gostoso. Nossa Eu saindo com a minha irmã do clube, a minha irmã disse assim, vamos ver esse prédio aí, eu estou cansada lá de onde nós moramos, que você nunca tem onde encostar seu carro. Fomos ver, gostamos, falamos com os capazes. Não sei porquê, ele ficou interessadíssimo em nos vender.

E ela trabalhava nessa parte de exame de documentos dá, para ver se podia dar um financiamento ou não. E ela nos pediu tudo o que nós tínhamos de fazer, ela mesmo falou com os advogados, não tinha nada errado mesmo, e aí nós pudemos comprar um apartamento. Quando nós fomos para lá, não era nem calçada a Tacumã Depois é que foi calçada.
Que ano que era isso?

O ano que era isso? Ah... Vocês compraram esse apartamento?
Apartamento?

Foi depois da segunda guerra, né? Já tinha acabado a guerra.
Foi,
Ali tinha uma obra do Shopping Iguatemi também, não teve? Depois?
Quando nós fomos para lá, era um terreno fechado. Te diziam que era um e tinha até uma jaula com onça lá dentro <laughs> Eram as coisas que corriam lá.

E a senhora se lembra da obra do shopping?

Era muito mais bonito, né? O shopping era gostoso, porque você chegava em certo lugar e você tinha vista para o fundo. Era fresco, né? Depois foi fechando, fechando, fechando. Hoje em dia é como outro qualquer, né?

Era centro de compras.
Isso eu não lembro muito.
Ah, pelo menos a minha avó só chamava de centro de compras.
Agora, a sua avó tinha aquela coisa de não querer falar o nome americano, né? Deixa eu ver o ano que foi isso. Foi... Atrás da casa.
Foi antes ou depois da viagem que vocês fizeram para a Europa, depois da Segunda Guerra?
Ah, foi... Não, foi depois. Porque quando nós fomos para a Europa, nós estávamos na banca aqui, né? É. É. Então, estávamos na banca aqui. Tanto que nós alugamos a casa para um casal. Eu fui alugar uma casa com tudo e eles ficaram um tempo que nós fomos na Europa, eles ficaram na casa. Eu acho que nós fomos para Europa em sessenta. Em quarenta, em quarenta. quarenta? quarenta e oito

Aliás, não assumia política. Eh...

E acho que é aquela coisa de tudo... que, aliás, eu implico também um pouco, hein? Mas você, no fim, não tem nada em português. Vocês falando agora de... como é que chama essa... essa máquina que vocês usam agora? Computador? Internet? Internet.

Vocês não não dizem um... Nada que eu entenda, porque é delivery isto, aquilo. Hoje em dia ninguém mais se desapagou. É delivery. Ah, eu não gosto disso. Aí você Nesse ponto, o francês tem razão. O francês não admite. Ele passa tudo para o francês e tem que falar no francês. Aliás, eles precisam mesmo. Eles foram potência principal e hoje em dia não.
Mas a senhora estava dizendo que vocês eram muito políticas. Qual era o envolvimento que tinha com a política?
Sabe, acho que começa no meu... Meu avô, o pai de papai, era um republicano violento. Era um republicano abolicionista. Ele, como abolicionista, ele fazia coisas incríveis para para ajudar a soltar escravos e Muito republicano, tanto que quando que rebentou a guerra, a revolução do da armada, né, no tempo de Floriano, ele morava com o papai em Ribeirão Preto. Eles moravam em Ribeirão Preto. Ele sumiu de Ribeirão Preto, e aí ele se telegrafou. Estava no Rio de Janeiro. E ele ficou, ele era chamado vovô, porque ele acabou ficando no no batalhão dos acadêmicos. E ele tem um título, tem aí. Quando foi se despedir de Floriano, Floriano perguntou o que ele queria. Ele disse, eu quero tudo o que eu usei aqui. A faca, tudo. E, de fato, a Floriano não dá tudo. E... O quê que De repente
Por que que vocês eram políticas? Que a família já vinha de uma tradição. Já tinha.
Do lado de papai, já tínhamos muita política. Quer dizer, gostava-se da política. Não é propriamente fazer política, é tomar logo partido. Por exemplo, o dezoito do Forte, imediatamente, foi aquele entusiasmo lá em casa pelo dezoito do Forte, né. E... assim, Não, dezoito, não, dezoito para vinte e quatro. Agora vinte e quatro foi São Paulo inteiro, viu? <laughs> Porque o que deu de Isidoro depois da Revolução, de vinte e quatro, não tem graça, minha filha. Todo mundo tinha filho com o Isidoro. O Isidoro ficou com uma figura assim, meio mítica, sabe? E nós também.
Se falava muito de política, então, em casa?
Falava-se muito, muito. Muito.

E eu tenho... Lembro perfeitamente. Papai era... Era do Hermes. E o Caetano era civilista, como eu estava naquela. Quem era o professor Barbosa era civilista. E o papai era era Aliás, nunca vi um... Acho que eu fui o presidente mais ridicularizado até hoje e ele não fez nada para abafar. Isso acho que tem que ficar como um mérito para ele. Como que ele era?

Eu não gostava Ele ficou noivo também de uma mulher muito inteligente, mas que naquele tempo ninguém ia ia apreciar.

E... Então, tinha aquela revista careta que fazia muita charge, não é? com ele.

Eu nunca me esqueci dessa. O Dudu é avarento, tem caveira de jumento <laughs> Não é, uma coisa pesada. Nunca soube se ele tomasse uma providência. Depois é que veio o pessoal. Não se podia tocar na coisa de farda.
E aí essa influência influenciou as filhas também, hein? de sempre acompanhar a política.

E no tempo do... depois da revolução de mil novecentos e vinte e quatro saiu umas coisas para para serem serem dado conhecimento. Nós tínhamos.

Aquela nossa, entendeu?

E depois, mais tarde, qual era a posição da família quando aconteceu Getúlio Vargas, por exemplo?
Ah... Getúlio Não? Não. Olha, no caso do Getúlio, o democrático, na parte do democrático, ele... Eu acho também que precisava derrubar aquela coisa de política do café com leite. São Paulo, Minas, Minas, São Paulo. Mas eles não foram muito felizes. Eles foram buscar o Getúlio. Eu me lembro até a fotografia, os Mesquita, Armando Salles, tudo com o Getúlio. O Getúlio chega aqui, não dá um cargo para o Partido Democrático. Põe o chão aberto como interventor em São Paulo. Aí também, aí que vem aquele sentimento. São Paulo é dos paulistas, não é? Baixacrista? É. São Paulo é dos paulistas. não sei o que, Baixacrista, né. E eu desci a rua, quinze de novembro, gritando isso, com nós nós todas lá de casa, e até as mesquitas, que eram aquele carretel, também estavam na... A gente... São Paulo... O que é Baixacrista, meu Deus?
Baixacrista, não vamos, Baixacrista, sei lá.
É, Baixacrista. Mas eu não sei quem é, para quem Estou ficando cabeça ruinzinha, não é? E... Aí foi um um tempo. E quando veio o trin Trinta e dois, ah, foi todo esse ressentimento dos paulistas contra o a ditadura, né? Porque aí ficou ditadura mesmo. E aí eu me perco um pouco, porque entra Getúlio, depois ele dá outro golpe, né? Depois do do da entrada do Getúlio, que foi trinta, que ele fez a a Polaca, como chamava, não é? Era uma constituição completamente reacionária Aí eu tinha de ler um pouquinho.
E aí fica Estado Novo até quarenta e cinco, eu acho. É

Está bem, bem. Eu só tenho prazer.
E aí eu queria retomar dessa história depois, como é que que vem a história dos comunistas... O partido comunista, as coisas, mas depois você conta.